Bom dia.
Bom dia. Para começar, eu gostaria que a senhora dissesse o seu nome completo, local e data de nascimento.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

O papai teve onze irmãos.

São italianos e, o pa por parte de pai, são uruguaianos.
E uh uh qual era a atividade dos seus pais?
O papai era comerciante.
Ele era comerciante em São
Comerciário.
O que ele fazia mais especificamente? Ele
trabalhava numas lojas tradicionais de São Paulo, lojas de tecido Palais Royal, pessoas antigas, deve lembrar, e tecelagem francesa e Casa Moisés.
Ele fornecia?
Ele era gerente dessas lojas.
Entendi. E Ah a senhora tem irmãos, irmãs?

Ela é mais velha ou mais nova que a senhora? É mais nova, quatro anos. E mora em São Paulo também?
Mora em São Paulo e é professora também. E
E a senhora disse que nasceu no pontilhão da Rua Vergueiro, é isso? Na Revolução de mil novecentos e vinte e quatro. Por isso eu sou meia revolucionária. <laughs>
A senhora nasceu em casa? Nasci em casa. Em casa Aquele tempo era não não existia maternidade. E
Ah ah os seus pais, eles ãh moravam em São Paulo quando a senhora nasceu, mas eles eram originários da cidade?
O papai era de Campinas, nasceu em Campinas. E a mamãe era de Capivari. A senhora sabe como eles se conheceram?
Como foi que se casaram? Como eles se conheceram? Foi em São Paulo, será?
Foi em São Paulo, aqui em São Paulo. Ah, foi aqui mesmo. Aqui em São Paulo que a mamãe conheceu. A mamãe passou pela a gripe espanhola aqui em São Paulo, né?

Dezenove, né, que ela veio de Jaú para cá. E o pai da mamãe foi aluno de Verdi, Francisco Gentili, e muito amigo de Carlos Gomes, lá na Itália. Por isso, ele veio para o Brasil diretamente para Campinas. Ele era um sonhador, um artista era um sonhador. Ele era decorador, ele era pintor, tem muitas obras dele, compositor, tem muitas obras dele, é esparramada pelas fazendas antigas de Campi de Minas Gerais.
Que ótimo! E ãh quando a senhora ãh nasceu aqui em São Paulo, ãh quando era criança, na sua infância, quais são as as recordações que a senhora tem do bairro, ali da região onde a senhora morava?
Eu morei, a a maior recordação que eu tenho daqui de São Paulo é porque eu morei na rua Conde São Joaquim, na Revolução de e dois. Então, depois das dez horas, a cavalaria estava na rua e laçava os homens para ir para o fronte. A mamãe montou um batalhão de crianças que era para estimular o pessoal ir para a Revolução de trinta e dois, a Revolução Constitucionalista. Então, a gente fazia desfile. E me lembro muito, eu morava na Liberdade, era um local de muito ãh conflito. Então, de vez em quando, tinha os tiroteios. E não existia televi eh rádio, nem rádio naquele tempo.

E o pa, eu, o papai, a mamãe, nós íamos na largo da pólvora. Tinha uma pensão que tinha um rádio. Então, a gente ia ouvir. Eu reunia diversas pessoas para ouvir as notícias da Revolução de trinta e Fui no enterro, me lembro de ter ido no enterro de Pedro de Toledo. foi o governador de São Paulo. Eu me lembro muitas coisas de trinta e dois , que a gente fazia campanha, a mamãe fazia campanha de ouro para o bem de São Paulo, o papai recolhia os, nós morávamos na Conde de São Joaquim, hoje é vinte e três de maio, onde eu morava. Hoje é a Avenida vinte e três de maio. Minha casa foi derrubada. E tínhamos o porão e papai ficou ficava com pena dos... voluntários que vieram do Norte e punha tudo lá no porão da minha casa.
E ficavam lá.
Ficavam lá por uns tempos, né? Até esse tema fuxico era um tema que veio do Norte, porque quando via qualquer movimento ele falava, você tem um fuxico.
na cidade. E e, dona Aide, nessa época da Revolução de três e dois, ãh foi uma época de de carestia, de de dificuldade para para de alimentos? De alimento, não.
Só na Segunda Grande Guerra, sim. que eu senti isso, carestia. Mas em trinta e dois, eu não sei se eu era muito jovem, não não senti. Eu sei que a gente estimulava muito o pessoal ir para o fronte. Mas eu tenho um tio que foi para a fronte e ele falou que não existia ãh metralhadora. Então, ele pegava uma matraca e toca e tocava, que era para... dar assustar os os outros combatentes do Rio de Janeiro.

Ele foi um herói da Revolução de trinta e dois. Meu sogro também foi. Meu sogro era padeiro português. Puseram ele fa na padaria. fazer pão na Revolução de trinta e dois. Eu tenho dois heróis na família.
E ainda quando criança, nessa época ou um pouco antes, ãh fala um pouquinho sobre a cidade de São Paulo, como era. Eu morei no Largo Conde de Sarzeda.
É bem aqui na esquina da Grissério. Hoje tem um colégio grande, municipal. Eu morei lá. E era muito bom, a época era muito boa, era só os japoneses que moravam lá, mas só os japoneses na Conde de Sarzeda Foi quando veio a imigração japonesa, né o começo, eles localizaram tudo na Conde de Sarzeda. E papai trabalhava na vinte e cinco, então nós morávamos perto, mais ou menos perto, papai atravessava o Parque Dom Pedro. E tinha o Parque Xangai, tinha o quartel do Parque Dom Pedro, o quartel do Exército, que depois desse quartel começou a brigar com os alunos da es do do Estado, que era uma escola em frente E precisou mudar, porque tinha brigas tremendas, então eles mudaram para a Rua do Carmo. E eu estudei na escola muni a escola estadual Miss Browning, que era bem em frente o quartel, no Parque Dom Pedro Segundo. Era muito bom. Eu me lembro... que eu saía ah com a minha irmãzinha pequena, que era quatro anos mais nova, uma vez o Miss Browne foi fechado, E eu peguei, por causa de política, qualquer coisa, justamente por causa dos soldados, e saiu. Então eu peguei a minha irmã, eu devia ter uns sete, oito anos. Peguei a minha irmãzinha e fui na Praça da Sé, onde era a delegacia de ensino. Falei, eu vim aqui porque eu quero que reabrem a escola municipal, a escola estadual Miss Browne. Então eles ficaram mais uma criança pequena, me puseram em cima da mesa do delegado de ensino e a minha irmã também. Então eu comecei a falar que eu queria voltar para para a escola e que a escola tinha sido fechada tal. Então eles alugaram uma casa na rua Guaianazes e fizeram a escola estadual Miss Browne. na Rua Guaianazes. Eu saía da minha casa e ia lá na Rua Guaianazes estudar.
E era uma uma escola só para meninas? Ou se era... Não, era mista já.
Já era mista naquela época. Era de primeira a quarta série. Quarto ano, né? Que Antigamente falavam quarto ano.
E como era essa escola? Como era o cotidiano? Como era a relação com os professores nesse período?

Mas ótima. Professoras muito dedicada.

Uma página na educação brasileira.

Era o di uh o diretor dos pioneiros paulistas, combatente também de dois. O corpo dele está no mausoléu.
E nessa fase ainda de criança, quais eram as brincadeiras que a que a que a senhora gostava? Que a senhora As brincadeiras era...
Cobra cega, era lenço atrás, era pingue-pongue, Gigolô era o que a gente jogava. Era muito gostoso, era muito bom.
Existia uma convivência com as crianças do bairro?
Tinha convivência com as crianças do bairro. Havia amizade, muita amizade, amizade pura, amizade maravilhosa. Muito diferente de hoje. E Um vizinho... Eu acho que é mais do que um parente. Um bom vizinho é mais do que um parente.
E nessa época que a senhora disse que que morava ali na região onde estavam os japoneses, que tinham chegado há pouco tempo. Era quase tudo. Como que era a interação com a comunidade japonesa? Existia ou eles eram uma comunidade fechada?
Eles são meio reservados. Mas quando a gente conquista a amizade da família japonesa, Eles são muito amigos. É é muito bom ter uma uma amizade com uma família japonesa, porque eles são muito amigos, muito sinceros.
E a sua família tinha amizade com famílias japonesas?
Tinha com famílias japonesas, lá do bairro, do quando eu morava na Conde Sarzeda. E
E como era o cotidiano da sua casa na sua infância, que a senhora lembra?
Papai saía cedo, ia para loja trabalhar, vinha, voltava na hora do almoço, almoçava, descansava e depois voltava para loja. Tinha duas horas de almoço. Então, até dormia. E depois ia para loja trabalhar. E E papai, às sete, sete oito horas, Ele estava em casa novamente.
Eu fiz o curso noturno né, de contadora, fiz o curso noturno. Mas, assim, eh depois do Miss Browne, a senhora fez o ginasial, é isso? É
Não, depois do Miss Browne, eu entrei no Propedêutico. Propedêutico seria um pre hum um ginásio de três anos. Depois fiz três anos de contabilidade, na Rua Onze de Agosto. Hoje é a Praça Clóvis, onde tem o metrô. Era uh no prédio Santa Helena, um prédio histórico de São Paulo. Esqueci de dizer que, antigamente, às quintas-feiras tinha o matinê das senhoras. Então, todas as quintas-feiras, a gente assis ia no cinema, pagava... muito baratinho, e a gente ia no Santa Helena, no Paramont, ia assistir filme. Me lembro de ter assistido o King Kong. No no Santa Helena, horrível, aquelas cenas do King Kong. Eu era bem criança, devia ter uns oito anos.
E aí, nessa época que a gente está falando, a senhora já era maiorzinha, já era uma adolescente? Não, adolescente Criança, adolesc, ainda era criança? Ainda sou criança.

E aí, depois do do do Contabilidade, que foi o Miss Browne, o propedêutico... O propedêutico, o técnico, que era o contador de... Depois, o meu marido é da minha turma de contador.
E fizemos o curso junto, mas só no fim do ano que nós começamos a namorar. Então, fomos escolher ãh ãh no eh viu... A última aula falou, então vamos na Barão de Itapetininga escolher o anel. Tinha as joalherias, então nós fomos ver os anéis, para porque anel de formatura era o essencial <laughs> naquela época. Então, nós fomos... E aí comecei a namorar com ele mas Mas ele foi meu colega de turma durante os se os três últimos anos.
E quando jovem, o que que a senhora fazia para para se divertir. Ah, o que que eu fazia para me divertir?
Eu frequentava a UNE. Então, eu ia aos bailes do Trianon. que era ma maravilhoso. Era a UNE era a União dos Estudantes. Eu frequentava e tinha os bailes, ah ãh a matinê das duas em diante. Eu gostava de dançar, dançava swing. Tinha campeonato de swing, cheguei a ganhar tacinha. Porque ia eliminando, eliminando, eu fiquei por última. E quem ia nessa época também, frequentava a UNE, era a Inezita Barroso. E eu era muito parecida com ela. Nós duas éramos tão parecidas que as duas se assustavam quando se encontrava. E ela frequentava também a UNE. União dos Es dos Estudantes. Aí eu tinha uns deze dezesseis, dezessete anos. Não era nem formada ainda a contabili a contadora. E, nessa época, como que era a Avenida Paulista? Avenida Paulista? Eu conheço a Avenida Paulista anterior, quando eu era menina, quando eram só palacetes maravilhosos. Eu me recordo que teve uma... Um desfile dos integralistas. do Plínio Salgado. E eu sei dizer que nós a mamãe foi mamãe era muito cívica, gostava muito de movimentos, e teve um levante com a turma de comunista. Então, a gente notava que eles os comunistas fechavam a mão firme e os integralistas levantavam os braços e falavam, E eu me recordo que teve uma um tiroteio tremendo e nós pulamos aquelas grades enormes da dos palacetes para fugir do tiroteio. E eu morava eh na Rua Cubatão já. nessa época, mas foi uma um levante muito grande de que que aconteceu com os integralistas e os comunistas.
E nessa época da sua juventude, que a gente está falando mais ou menos, ah ah São Paulo já era uma cidade dessas proporções?
Era uma maravilha. Eu vou dizer, eu saía às dez e meia da atravessava e, uma vez, houve um incêndio muito grande. O papai me esperava, costumava me esperar. Aí eu morava na Mooca, na Rua da Mooca, e papai con es me esperava no ponto do ônibus, porque eu ia no Largo do Tesouro, tomava o ônibus, e descia para ah a Rua da Mooca. Mas houve um incêndio muito grande e os bondes estavam passando. Então, eu eu ia a pé. Eu fui a pé da Largo da Onze de Agosto, a rua Mas a gente podia atravessar. Atravessei o Parque Dom Pedro, atravessei o Rio Tamandatei e cheguei na minha casa, junto com o bonde, porque aí apareceu o bonde. <laughs> Mas era onze e meia da noite. Pai, eu lembro que o papai ficou bravo né, porque ele estava esperando o bonde e o bonde não desceu. Eu vim logo atrás, porque o bonde andava mais depressa.

Não havia assalto, não havia roubo, não havia nada. Era uma maravilha você andar. Onze e meia da noite, onze horas da noite, qualquer horário, você podia andar em São Paulo. E
E o convívio na cidade de São Paulo, como era? Não era da maneira como nós conhecemos hoje. Não
Certamente. Um relacionamento. A gente conhecia todo mundo, conhecia o dono da do empório, conhecia o dono da farmácia, ãh conhecia todo mundo, tinha amizade com todo mundo. Era muito bom. O carnaval era muito bom. Me lembro do carnaval. Nós, o papai nos levava a assistir aos desfiles carnavalescos com aqueles carros alegóricos. Ãh diabo, não sei o quê, era uma porção de coisa. Eu me lembro também de... eu gostava da parte de teatro, assim, eu apresentei uma porção de vezes na classe laboriosa, dançando, cantando, no na escola, declamando. A mamãe gostava muito dessa parte e me preparava. Então, declamando, sete de setembro. Foi um dia de glória. Uma coisa muito bonita. Eu devo tudo à minha mãe. Minha mãe foi uma heroína, uma educadora maravilhosa, que soube nos orientar muito bem. E exemplo do meu pai, Foi também maravilhoso, porque ele era um homem honesto, um homem fabuloso. Eu fui premiada.

Dona Aide, como que era nessa sua época de juventude ainda ãh a questão da moda, da roupa, como as pessoas se vestiam?
Ah eu eu a gente se vestia muito bem, mas completamente diferente. Você era incapaz de pôr um um vestido rosa com uma fita vermelha, Deus me livre, ou um vestido rosa com uma fita azul. Usava-se muito fita. E era uma moda muito bonita. Minha mãe era muito caprichosa e zelava muito por pela por pela roupa, pela apresentação. Eu tinha minha madrinha, que era massagista da família Matarazzo. Minha madrinha era francesa. E os Matarazzos tinha, o casal Matarazzo, tinha... uma neta que era casada com o o filho de um príncipe lá da Itália, quando era a época do príncipe. E tinha a minha idade. Então, vira e mexe, eu recebia umas caixas, a madrinha recebia umas caixas com roupa da princesa. Você imaginou? Eu vestia as roupas das princesas. Meus pais eram pobres, mas eu cheguei a vestir roupas da princesa.
E ãh quais partes de São Paulo mais a senhora se recorda de de frequentar naquele período, de como era? Contar para gente mais ah detalhes.
Me recordo da gente ouvir o o Orlando Silva, na sacada da rua direita da Rádio Record. Então, Orlando Silva cantando aquelas canções maravilhosas e o povo embaixo assistindo à apresentação do Orlando Silva. Conheci também muito o Adoniran Barbosa, que ele foi trabalhar na loja do papai. E ele só batucava. O dia todo não atendia cliente, só batucava. Um dia, o papai falou assim, Adoniran, é melhor você ir lá para a Record, porque você não nasceu para ser vendedor, não. Vai ser artista. Ele era jovem, tinha vindo de Valinhos, que era a terra dele. Vai para lá porque você não nasceu para ser vendedor. E uh então, uh ele saiu. E, nas entrevistas dele, ele dizia, o turco me mandou embora, porque eu vivia fazendo batucada no balcão. Eh eu me lembro do papai comentar, depois nós tornamos amigos, do Adoniran Barbosa né, porque ele lembrava do papai e tudo, e ele eu frequentava lá. A Isaura Garcia... Ela cantava no Quaquaquarenta, na Rua Espírita, e ela ia escondida dos pais. Então, ela deixa ia num dia antes, deixava a roupa na casa da minha avó, que morava na na no perto do Quaquá Quarenta, da Rua Espírita, deixava as roupas lá para no domingo ela ir se apresentar no Quaquá Quarenta, que era o Otávio Mendes que apresentava o Quaquá Quarenta dentro da fábrica. Era um programa de calouros. De lá que saiu a Isaura Garcia. E eu tinha um tio que cantava tango também, mas a namorada não deixou ele prosseguir.
E e o centro de São Paulo, eh tinha um o hábito do footing, não era? De Ah, tinha.
Todas as noites, todo o bairro tinha um lugar de footing. Então, eu eu ia na Brigadeiro Luiz Antônio. a gente em frente o Paramount. Então a gente as meninas passavam na calçada e os meninos ficavam encostado na na na nas casas né e ficavam na beira da calçada, e a gente ficava passando. Tinha no Trianon, tinha na Brigadeiro Luiz Antônio, E era normal esses
Tinha um lugar determinado.
Um lugar determinado para fazer footing. A gente ia passeando lá, olhando, flertando. Era muito gostoso. Tinha bastante flerte. Tinha um flerte... Eu não conheci não não sabia, mas um dia ele me falou assim, eu venho aqui na Brigadeiro só para te ver. Né e... Seu fã. É. <laughs> Ia lá na Brigadeiro só para te ver. Era tão delicado. Eu me lembro que tinha um rapaz chamado José Coelho. Ele pegou assim, quer ver a minha namorada? Falou para mim, quer ver a minha namorada? E mostrou um espelho. <laughs> Era eu.
Quer dizer, ele estava de olho. Mas eh nessa época a senhora ainda não conhecia o seu seu marido, né? Ou pelo menos não namorava?
Não era namorado.
E começou a namorar no último ano do do da
É, comecei a namorar. Mas eu fui namoradeira viu. Namorei até japonês. Mas aquele namoro era um namoro puro, bonito, maravilhoso. Deixei de encostar o ombro no cinema. Quando chegava no cinema, eu ia no cinema Capitólio. Era na Rua São Joaquim. Era uma maravilha. O papai falava assim para mim... Aide, você me cata o cabelo branco e punha um real, que era um re um cruze um nem um eh, dez reais, não sei quanto que era, punha-se em cima do criado mudo. Ele tinha poucos cabelos brancos. Você cata o cabelo branco. Na hora que eu dormir, você pega o dinheiro e vai para o matinê. Então, eu começava a mexer na cabeça dele, ele dormia, eu ia para o matinê. Ah, era maravilhoso. A gente sentava, os meninos Posso sentar perto de você? Tem um lugar desocupado, posso sentar perto de você? A gente sentava. Mas era um respeito para pegar na mão. Era um respeito que o senhor precisa ver. Eu sempre, não sei se é o meu temperamento, mas sempre exigi muito respeito. Então, mas a gente só de encostar o ombro, a gente sentia uma sensação tremenda. Até tremia.
E a senhora casou com quantos anos? Era muito Ãh? A senhora casou-se com quantos anos?

Vinte e quatro. Vinte

A questão da Segunda Guerra, como foi? Na cidade de São Paulo, que a senhora disse que daí sim teve essa questão da carestia. Quantos anos a senhora tinha na época da guerra?
Na na época da guerra, eu devia ter, foi em mil novecentos... Começou em Quarenta, trinta e nove, mais ou menos. Trinta e nove. quarenta, né? Eu trabalhava no licor de cacau Xavier. Era do Assis Chateaubriand. Do dono dos diários associados. Eu trabalhei, sabe com quem? Com as duas irmãs da Hebe Camargo. Trabalhei com a Estela, com a Cida. Conheci a Hebe Camargo menininha, com treze anos, mas sempre danada. E o Paulo, irmão dela, e o Fego. E a Lurdinha. São os irmãos da Hebe.

No meu casamento, o pai da Hebe, o Fego Camargo, tocou ãh tocou na igreja. E Eu fui em muita muitos bailes com a Hebe Camargo. Uma coisa muito íntima, nem sei se eu devia falar, emprestei até vestido para ela. Ela falava assim, ai, dê aquele vestido lindo seu de formatura, eu vou fazer a caravana da alegria, era na cidade interior. Você me empresta aquele vestido? Eu emprestei o meu vestido de formatura para ela. Hoje ela... Mas ela merece, viu? Ela é uma mulher maravilhosa. Mas sempre danadinha, aquele jeito tremendo dela. Sempre foi. Tinha o Paulo e o Fego, o pai dela, atrás dela, mas ela sempre dava umas rasteiras neles. Isso foi... E a gente frequentava os bailes com a Hebe também.
Ah, frequentava também. Ah
Ela ia na minha casa, um dia ela foi na minha casa fazer ma nhoque, só que nós comemos de colher.
Não deu muito certo. <laughs>
Não deu certo.
E a senhora estava falando que, na época da da da da Segunda Guerra, a senhora trabalhava no licor Xavier, é isso? Na Segunda Guerra, eu trabalhava no licor Cacau Xavier. E como foi quando começou a guerra, que chegou essa notícia de de que tinha começado uma guerra?
Começou a guerra né, o Getúlio o povo brasileiro não queria entra que entrasse com a guerra, O Getúlio Vargas não queria, porque diziam que o Getúlio lá da Gestapo, ele gostava era, mas o povo obrigou ele a entrar. Eu adoro Getúlio Vargas, acho que foi uma figura maravilhosa, que foi um homem que deu progresso no Brasil, principalmente para as classes tra de trabalho. Eu recebi meu salário mínimo a primeira vez, foi com o tempo de Getúlio Vargas. Ele era uma simpatia, ele era um... E eu sei dizer que em trinta e em mil nove na na guerra, o povo obrigou ele a entrar em guerra. Ele foi quase que obrigado a entrar, porque ele não queria entrar em guerra. Então, as autoridades, os militares, procuravam os nomes mais de pessoas de italiano, descendentes de italiano, para mandar para a Itália, sabe era um negócio que era convocado para ir para a guerra. E japonês, ãh italianos, ele já procurava, punha esse pessoal lá. Mas eu estive na Itália e fui lá no no mausoléu onde estavam enterrados todos os pracinha, vi nome de pessoas amigas, conhecidas lá, né aquele lugar maravilhoso, agora esqueci o nome. Pistoia, né? Não é não é Pistoia, não. Eu não me recordo onde estão os estavam os pracinhas enterrados e
E aí essa época foi uma época também complicada complicada de trabalho. De de de
Aí não tinha trigo. As padarias, a gente começou a ir para o fubá. Era pão de fubá, era dificuldade de carne, dificuldade de pão, comprar pão, precisava fazer fila, de tudo. Foi muito difícil no tempo da da Segunda Guerra, muito mais do que da Revolução de e dois. E as pessoas sofreram bastante com a guerra. Então, eu trabalhei como era auxiliar de guerra, eu fui... Eu era vigilante do ar. Então, nos blackouts, a cidade escurecia todinha, dava o sinal de bla blackout e estava preparando. Né? O pessoal procurava esconder-se no abrigo e não podia um cigarro estar aceso. Então, eu me lembro de ter trabalhado na rua... na Rua Líbero Badaró, na Rua Boa Vista, o meu setor era aquele. Então, a gente ficava vigiando quem fumasse, onde tinha uma luz que tinha que apagar, preparando o povo para uma possível bombardeio. Lembro também de navios que foram... A PIC né, que os os alemães tiveram aqui nas costas do Brasil. E diversos navios fo foram à PIC naquela época em que eles derrubaram. Foi uma época meia triste para o Brasil, mas vencemos.
E a senhora casou-se em que ano?
Eu casei em

quarenta e oito. Mil

Cinco de setembro de e quarenta e oito. Casei na Nossa Senhora do Carmo. E quando eu era menina, Nossa Senhora do Carmo fica aí na Martiliano de Carvalho. Quando eu era menina, morava na São Joaquim, quando São Joaquim, estavam construindo a Igreja do Carmo. E eu lembro que estavam fazendo a escada, que tem uma escadaria muito bonita. E eu subia os degrauzinhos e falava assim, eu vou casar nessa igreja.

E casou.
E casei naquela igreja.
E como foi o dia do seu casamento? Ah
Foi um casamento normal,
bonito. Mas marcou muito a senhora? A senhora estava muito nervosa?

Acho que não, quatro anos já noiva, tudo. Foi muito bonito, foi a igreja estava muito bonita, todos os meus amigos, bastante amigos e Foi tudo muito bom, teve uma festa na casa da minha mãe, e com muita coisa. Depois, o que sobrou, a mamãe foi distribuiu para um asilo que tinha da Divina Providência na Rua da Moca. foi e eu fui de lua de mel um dia só para Santos fiquei no balneário Hotel, que era um hotel mais de luxo, mas fiquei só uma dia. Depois, porque meu marido tinha, o meu sogro tinha um em frente a Marquês, ele tinha um bar lá e meu marido precisava ajudar, então não dava. Então, minha lua de mel foi só <laughs> de um dia, mas depois eu voltei.
E quando a senhora ca eh se casou, a senhora... Quando me casei... E quando ah a senhora se casou, a senhora se mudou para onde?
Quando eu me casei, eu mudei para Água Rasa, e uma casa do meu sogro. E como o meu marido não queria que eu trabalhasse mais, porque não queria que trabalhasse no escritório, eu tinha um bom emprego. Era eu trabalhava no Sindicato dos Químicos, no décimo quarto andar do prédio Martinelli. Eu era secretária executiva do Sindicato dos Químicos do Estado de São Paulo. Ganhava até mais que o meu marido, mas ele falou, não, tem que sair. Eu não me conformava, porque eu trabalho desde a idade de quatorze anos, trabalhava. E chegar para o marido pedir dez reais era duro, viu? Eu era independente, eu sou independente. Mesmo com oitenta e três anos, meus filhos não se conformam de eu ser independente e resolver tudo. E eu não me conformava de precisar depender. Aí saiu o liquificador. E eu tinha... amizade com a cunhada do Ranieri, que era o representante de liquidificador em São Paulo, eu vendia liquidificador, eu fazia ah bico de pena em trabalhos manuais para ganhar dinheiro, porque eu não me conformava ter que pedir dinheiro. Aí, sem o meu marido saber, eu fui fazer o normal. Ele ia trabalhar, aí eu fui fazer o normal. Ih, meu Deus do céu, foi uma guerra. Ele não queria. Ele não queria. A minha sogra, principalmente, era daquelas mulheres antigas, achava que a mulher tinha que aprender bordado e costura, ser dona de casa. E eu tinha um espírito completamente diferente. Então, existia muito choque. E eu, então, fui fazer normal. E no primeiro dia que eu recebi o diploma, já fui trabalhar. Fiz dois anos normal, deixava minhas crianças no parque infantil, os três que eu tinha, e ia para a escola fazer o normal. Sofri muito, porque fazia dez anos que eu não estudava. Sofri bastante, mas venci. For me formei no Domingos Faustino Sarmiento. É lá na Rua Vinte e Um de Abril. Me formei normal pelo meu o meu diretor, também um grande educador, professor Volny e
Mas seu marido em algum momento descobriu que a senhora estava cursando. Ah ele estava
Ele descobriu, bravo, mas depois que começou a entrar o dinheiro, <laughs> mudou as coisas.
E logo que a senhora terminou o normal, a senhora passou a dar aula? Passei a dar aula, comecei na Vila Industrial.
Era o tempo de Toledo Pisa, ele foi o o prefeito de São Paulo, e ele fez uma revolta na educação. Vladimir de Toledo Pisa, ele era médico, mas ele falou, aonde existir uma árvore, a gente abre uma escola. Então, as meninas, normalmente, em escolas estaduais, precisavam ir para o interior, deslocar, ia tudo para o interior. E o ensino municipal localizava aqui no estado de São Paulo, aqui em São Paulo. Então, eu sou fundadora do ensino primário municipal. Eu sou das primeiras cem professoras nomeadas. E eu pe peguei a vila industrial. Então fazia o levantamento de quarenta alunos, eles nomeavam como professora. Provava que eh tinha um curso normal, eles nomeavam como professora. O local onde eu trabalhava era tão pobre que os alunos... Eu tinha um aluno que achava normal comer casca de banana. Era uma eu fiz um levantamento médico, pedi um levantamento médico e foi constatado, tem isso registrado nos diários associados, no no jornal da época, que noventa e nove por Então, num dia das mães, eu e os professores fizemos uma festa à sopa escolar. Eu fui no programa da Tupi, pedi, não tinha nada, porque o ensino primário municipal estava começando. Eu pedi, fiz um apelo no programa do Maurício Loureiro Gama e do Tico-Tico. e fiz um apelo ao meio dia para querer fazer uma sopa escolar para aquelas crianças que estavam subnutridas. Aí surgiu a sopa escolar, porque não existia sopa escolar. Todo mundo anteriormente levava o lanchinho de casa. Aí surgiu a sopa escolar. Foi um passo que eu dei. Aí as outras escolas começaram a imitar. Recebi. da Fundição Brasil, do comendador, dono da Fundição Brasil, três fogões, quando eu fiz o apelo. Recebi da Panex muitas panelas. O Ilson do Brasil ah ofereceu a carne. Então, todo dia, eles mandavam dois, três quilos de carne para a minha escolinha. E eu ia na feira, pedia pros negociantes lá no bairro, que era um bairro pa paupérrimo, vila industrial. E eu pedia ia, aí, no dia das mães, nós inauguramos a sopa escolar. Foi a primeira sopa escolar em São Paulo. Depois começaram a fornecer, as outras escolas seguiram, a dona Ana Silveira Pedreira, que era a diretora da parte social do ensino primário municipal, começou a divulgar, as outras escolas começaram a fazer a sopa escolar. Mas a minha escola foi a primeira.
E a senhora ficou durante toda a sua vida nessa escola ou mudou de escola posteriormente?
Eu fiquei... Fiquei dois anos nessa escola. Em mil novecentos e cinquenta e oito, eu fui para a escola que eu fiquei vinte e sete anos como diretora. Escola Municipal Leonor Mendes de Barros. Era uma mulher fabulosa. Era uma mulher esposa do Adhemar de Barros, mas era um coração Ela era fundadora da Liga das Senhoras ca ãh Senhoras Tuberculosas, lá de Campos de Jordão. Ela eh ela cuidava demais. Ela fazia o Natal das crianças pobre, distribuía em todo a periferia cartão, e as crianças recebiam bolas, brinquedos, tudo. Foi uma mulher fabulosa. Tenho a honra de dizer que foi minha amiga. Nós nos tornamos amigas e ela gostava demais da minha escola. Ela falava assim, como que está a minha escola? Era a escola dela, dona Leonor. Gostava demais, duas, três vezes por ano ela estava na escola. No dia das mães, nós fazíamos uma festa muito bonita, em maio. A escola foi inaugurada no fim de março. Então, a dona Leonor estava presente sempre na inauguração da mi da escola. Eu fiquei vinte e sete
A senhora começou como professora?
Eu comecei como diretora. Ah, já começou como diretora. Como Comecei como diretora. Eles indicavam a pessoa mais... Não prestei concurso. A pessoa mais experiente. Eu já tinha um curso de de de contadora. Eu já era casada, porque comecei com jovens, tudo de dezoito anos. Mas, olha, vocês podem ver no curte. da televisão tem a Escola Leonor Mendes de Barros. Tem mais de seiscentos inscritos já.
E como foi, ao longo do do do tempo que a senhora esteve como diretora nessa escola, a evolução da escola, as mudanças no ensino?
Olha, o ensino primário munici, antigamente, o ensino público era uma maravilha. Os três primeiros filhos são formados pela Unicamp, pela USP, com base do ensino público. Era uma maravilha. Todo A escola particular eh eh era em segundo plano. Todos você vê que todos os grandes personagens vieram de escolas públicas e E eu... Era um ensino muito bom. Eu tinha alunos lá de pe da periferia, que entraram em física na USP. Tenho alunos que formaram em medicina pela USP, lá da periferia, que essas crianças não sabiam nem usar a instalação sanitária quando eu fui para lá. Eu ia com as crianças para ensinar como usar as instalações sanitárias. Era um bairro pobre, cresceu. Um aluno fez uma degradação no curso. A dona Aide foi o progresso da da cidade, daqui da nosso bairro. E em que bairro fica a escola? Santa Clara. Água rasa, mais ou menos. E ele esse aluno fez esse depoimento que eu fui, que eu ajudei todo mundo, eu ajudava mesmo. Naquela época, não precisava, não havia concurso público. E eu, com a amizade com Dona Leonor, eu consegui fazer muita gente feliz e ter uma meta de vida arrumando emprego Então eu pedia para a dona Leonor, a dona Leonor dava uma cartinha e arrumava emprego. Um dia desse foi muito interessante. Eu estava no banco do Brasil, numa fila, e nisso tinha um senhor na minha frente também. Nisso, quando eu cheguei num, abriu a porta do banco, a gerente falou, bom dia, dona Aidee. E esse ra senhor virou para trás e falou assim, Dona Aidê, a senhora era diretora da Leonor Mendes de Barros? Eu falei, fui. Eu fui seu aluno. A senhora não lembra que a senhora me deu, olha o termo dele, a senhora me deu um papelzinho uma vez para mim ir lá na regional para arrumar um emprego? Eu falei, lembro. Ele falou assim, eh estou me aposentando hoje. E Ah ah ah ah a gerente a gerente falou, ele está aposentando, está assinando aqui, recebendo as coisas, que ele está se aposentando mas E eu arrumei muitos empregos. Arrumei para pessoal de... Juizado de menores. Arrumei para diversas pessoas o juizado de menores, que faziam dezoito anos não tinham para onde ir. Então eu mandava lá para a dona Leonor. Resolvia tudo. A dona Leonor era fabulosa. Ela pedia para o doutor Adhemar e então encaminhava. Encaminhei gente para para o para o pronto-socorro municipal, como guarda. Olha...
E a senhora ficou de quando a quando à frente dessa escola?
Eu fiquei de mil novecentos e cinquenta e oito a mil oitenta e novecentos e oitenta e cinco, oitenta e quatro, oitenta e cinco, mais ou menos.
Fiquei vinte e sete anos. Aí a senhora já se já aposentou-se?
Aí não. Eu fui para a supervisora. Mas supervisão é horrível. Fui porque é obrigado a ir. Mas eu gosto de administração, de direção. Supervisão, você fica numa escola também? Não. Você supervisiona diversas escolas. Então, tem o setor seu e você faz a supervisão nas escolas, vê como é o trabalho da diretora, a dificuldade que a diretora tem, procura ajudar. Mas eu gosto mais da administração. Foi um tempo... Às vezes, eu quero analisar O que foi melhor na minha vida? Criar seis filhos ou ser diretora de uma escola?
Eu fico em dúvida, viu? E E como supervisora, a senhora tinha uma região específica? Específica. Qual era a região que a senhora... Campo
Limpo. Jardim das Rosas, Campo Limpo. Aquilo estava começando. E foi bem duro, bem difícil a gente progredir lá, mas parecia que nascia gente pela terra. Eu pedia para minha chefe, eu preciso de duas classes. Ela dava quatro. Criava mais quatro classes? Você não acredita. Quando ah era criação, precisava mais de quatro. Nunca vi. Ao tempo que vieram o pessoal do Nordeste, então localizava tudo por lá, pela zona de Santo Amaro, Campo Limpo, ãh aquela vila lá, tudo. Aquelas vilas de fi no nome lá, progrediu tudo lá. Santo Amaro, a ala de Santo Amaro. A gente comprava um terreninho por por quarenta reais. <laughs> E hoje, disse que está uma maravilha, eu não voltei mais lá. Mas via onde tinha necessidade de mais escola, pedia a criação de escola. Ensino municipal era uma maravilha. Era o melhor ensino que tinha em São Paulo. Ultrapassava o estadual. Talvez, pelos professores, ganhavam muito ganhavam o dobro do Estado. Os professores municipais, até hoje, ganham quase o dobro do Estado.
Mas, naquela época, o que o pro o que o professor ganhava né uh uh o que um professor ganhava era uma quantia boa? Era
Era o suficiente. Era o suficiente. Era o suficiente. O ensino primário municipal, não me lembro o dinheiro que era naquele tempo, era oito quando o Estado era bem menos, mas era o suficiente. Mas naquela época, eu vou te dizer, os homens diziam assim, hoje em dia não vale a pena mais casar com professora, hoje a gente tem que can casar com os entes que trabalham em rádio. que ganhava mais que professora eu não sei se você sabe que o Maluf falou assim os professores não municipais não ganham os professores em gerais não ganham mal eles são mal casados é o que o Maluf pensa <laughs> e fa falando mas eu ganhava muito bem
Logo que a senhora terminou essa questão da supervisão, a senhora já se aposentou? É isso?
Eu me aposentei e fui trabalhar numa escola ortodoxa, porque eu não me conformava de ficar parada. Eu tenho condições de ir para frente. Fui trabalhar na igre na igreja ortodoxa, que tinha uma escola, e fui trabalhar lá como secretária do diretor. Mas eu vou te dizer, já comecei a se a me desiludir, porque dentro do ensino público, o professor era respeitado. E dentro da escola particular, os alunos falavam para a professora, alunos pequenos, nós pagamos, viu? Você tem obrigação de me cuidar. Isso eu vi logo depois que eu me formei. Eu detestei o ensino particular por causa disso. Obrigado a aturar, porque ele eles eram os tais e E na minha unidade, não eu sentia humildade, o agradecimento dos alunos do ensino público. Tudo que a gente fazia era maravilhoso para eles.
E a senhora ficou pouco tempo na nessa escola? Ah
fiquei pouco tempo. Não a minha filosofia não batia com a filosofia de escola pública ãh escola particular, porque eles decifram. Infelizmente, são poucas escolas que não veem cifrão.
Voltando só um pouquinho, dona Aidê, a a senhora se lembra quando foi o quarto centenário de São Paulo?

como foi essa movimentação?
Como foi lindo o quarto centenário. Foi aqui no Anhangabaú, as músicas, né? Aquelas músicas, agora não me lembro o nome, foi muito bonito. Me lembro, eu era solteira nessa época. Foi mui ãh também o quarto centenário, depois o que mais que eu lembro?
Foi no quarto centenário que teve o Ibirapuera, não foi? Foi na época que que começou o Ibirapuera. É.
Não, era o congresso o quarto congresso eucarístico que foi no no Anhangabaú. Foi muito bonito. O quarto congresso eucarístico no Brasil foi no Anhangabaú. Depois uh foi no Ibirapuera, realmente.
E aí, eh eh fa falando um pouquinho sobre a evolução da da da cidade né ãh de lá para cá. Aí teve o quarto centenário. Como foi a cidade, como era São Paulo nas décadas de de sessenta, setenta, que já começou a mudar de figura, já começou a crescer e tomar essa cara que nós
Eu morava até bem perto do Ibirapuera, que eu morava aqui na Tomás Carvalhal. Mas antes, quando eu era menina, que eu morava na Afonso de Freitas, porque eu já morei na Afonso de Freitas em A gente uh tinha só o quartel da polícia militar da do Exército e umas casinhas que eram do pessoal do Exército e tinha o Ibirapuera. Eu me lembro que, nos dias sete de setembro, a gente descia a rua e ia lá no Ibirapuera. Eh Passear lá no Ibirapuera já era. Tinha uh o lago, né? Mas não é tão bom como é hoje. E então a gente ia passear lá. Mas uma coisa que eu vou contar, vou voltar para o passado. No centenário da Independência, a mamãe e o papai eram noivos e moravam aqui na Rua Estela. E eles foram com a minha avó, com o meu avô, com os meus tios, eles... daqui da Rua Estela, foram a pé até o Ipiranga para assistir à festa do primeiro centenário da independência do Brasil. Mamãe sempre contava isso. Eles eram noivo, a mamãe e papai. E e E foi muito bonita também a festa da independência do Brasil.
Quando a senhora... Olha hoje para para São Paulo e lembra da São Paulo da de antigamente. O que que a senhora mais sente falta? Quais são as maiores diferenças que a senhora vê? É uma tristeza muito grande.
Eu preferia o São Paulo antigo. Preferia o São Paulo de Piratininga. Era maravilhoso. E a senhora tem filhos, né? Eu tenho seis filhos homens. Quais são os nomes deles? Valdemar, Wagner, Wagmar, Valdener, Vanderlei, Eduardo Guilherme. São seis O último é Eduardo Guilherme, que é o nome do meu pai e do meu sogro. E a senhora tem netos? Tenho sete netos. Cinco homens e duas meninas.
Ainda assim, os homens são ah a maioria, né? É. É, a maioria. E aí, falando de novo, voltando um pouquinho para a questão de São Paulo, né?

Aí, a déscadas as décadas de sessenta e setenta foi quando a cidade começou a mudar um pouco de figura e ficar com a cara que a gente conhece hoje, né? É, mudar. A senhora percebeu isso naquela época, que a cidade estava mudando? Está já
Ah, era bem percebido. A gente percebia isso. Modificando, aí começou os roubos. Antigamente, quando você via um mendigo na rua, O jornal saía, no jornal, olha, na rua tal tem um mendigo. No dia seguinte não tinha mais. Saía publicado no jornal. O governo tratava de ir lá e e e e pegar o mendigo e encaminhar o mendigo. Hoje, a cidade é de mendigos.
Hoje a senhora mora onde? Eu moro no Paraíso. Mora no Paraíso? É. É eu. Nem o antigo. Mora a senhora e o seu esposo? Eu e meu esposo. Sozinha, nós dois. E como é o seu cotidiano hoje em dia? O que que a senhora faz para para passar seu tempo?
Olha, eu eu eu sou muito ativa. Meu ma eu falo que eu sou um passarinho. O meu marido é um caramujo. Nós somos diferentes, mas ele respeita a minha personalidade. Então, eu vou e fa pratico yoga, eu faço hidroginástica, eu gosto de viajar. Agora não estou viajando muito, mas eu viajava sozinha. Faz há dez anos, eu peguei um ônibus na rodoviária E fui para o Chile. Atravessei Eu queria ir da de ônibus para está descer a cordilheira do Chile. Eu fiquei maravilhoso. O país mais lindo do mundo é o Chile. O Chile tem a mão de Deus, ao passo que a Suíça tem a mão do homem. Você sente Deus no Chile. O sul do Chile é lindo. E eu fiquei quarenta e cinco dias sozinha. Sozinha. E é nas albergues. Adoro as albergues da juventude. Porque as albergues, você tem uma uma... Como é que se chama? Uma troca. Então, eu viajei para a Europa né em albergues. É uma delícia. albergue. E E eu, então, viajava em albergue. Eu fui lá para o Chile. Me lembro que uma vez eu fui em um albergue que estava eh devia ser era fora de época de de excursões, né? Era devia ter sido, no Chile, devia ter sido ou um hospital ou uma cadeia. Eu bati lá, me atendeu e falou, olha, eu queria uma acomodação aqui no albergue. Ah, pois não. Era enorme, mas tinha só eu, o gerente, e de manhã cedo que eu vi que tinha uma senhora lá. E eu falei, nossa, eu dormindo aqui. Eu peguei uma faquinha, que eu tinha uma faquinha para cortar pão. Eu falei assim, se alguém entrar aqui no meu quarto, eu mato. <laughs> Eu me defendo. É, mas fui lá, viajei por todo o Chile sozinha. Então o pessoal fala, a senhora está sozinha? Não, estou com Deus. E viajei, fiquei quarenta e cinco dias, viajei todo o sul do Chile, fui para a Argentina. E fui para o Uruguai conhecer a terra do meu avô. Fui na pia batizinal dele, onde ele foi batizado. Fui Fiquei lá. O Uruguai também é maravilhoso. Argentina, mais ou menos. Mas o Uruguai é um povo também culto, muito bom. E o Chile é uma maravilha da América do Sul.
E, dona Aide, a gente falou já sobre a sua vida profissional, sobre São Paulo. Eu queria que a senhora falasse agora sobre um pouquinho sobre a sua vida pessoal, no sentido de como foi criar seis filhos, como foi o convívio com o seu esposo ao longo de... A senhora está casada há mais de cinquenta anos? Sessenta anos, vai agora em setenta. Como foram esses sessenta anos? Faz um resumo para a gente, conta um pouquinho para sobre
Olha, foi muito bom. O casamento é uma adaptação. Cada um precisa se acomodar. De acordo, o meu marido me ama do jeito dele. E eu retribuo da mesma forma. Criar meus filhos não foi trabalho. Foi ótimo, eu nem senti. Criei seis filhos homens. Eles foram sempre muito ordeiros, muito cem por cento. Eu tive uma senhora que trabalhou comigo trinta anos. Nos meus últimos partos, eu vinha da maternidade e entregava para ela. É a mãe Lala da minha vida. Ela está dentro do coração dos meus filhos e do meu.

cem por cento. Era uma mulher viúva que nunca teve filhos. Então, quando chegou na minha casa, os meus filhos começaram a chamar ela de mãe. Então, ela se sentiu realizada. Aquele Aquele amor materno floriu. E ela se dedicou com muito amor. Ela me ajudou muito na vida, essa senhora. Mãe Lala, da nossa casa. Meus filhos respeitam, eu acho que mais do que eu. Mas ela ela ainda... Ela é viva, tem noventa e três anos.

É, está viva. Eu procuro sempre estar com ela.
Então, não não criar os seis filhos não foi um grande trabalho para a senhora? Não
eles eram muito educados, nunca me deram trabalho. Olha, seis filhos homens... nunca, nenhum quebrou uma perna ou um braço, você acredita? Eu não sei se era alimentação, que eu cuidava muito bem da alimentação, comia bastante fruta, tinha uma fruteira na minha casa, e eles passavam e pegavam uma uma cenoura, pegavam um tomate, pegavam uma banana. Então, eu nunca levei meus filhos no médico. Você acredita? Remédio eu não conheço, meus filhos não conhecem remédio.
O mais velho tem quantos anos e o mais novo tem quantos anos?
O mais velho tem cinquenta e oito anos. Cinquenta e Cinquenta e nova, nasceu em quarenta e E o mais novo? E o mais novo tem quarenta e dois. Teve uma diferença grande. Entre o entre os filhos. Eu tive três filhos, depois de sete anos tive um, o Valdener. Depois eu fiquei doente e disseram que era um pré-câncer. Foi a primeira operação feita no Hospital dos Servidores Públicos pelo doutor Guarnieri Neto. Então, era um pré-câncer. Me assustou bastante. Eu falei, o câncer naquela época morria. Eu falei assim, se eu vencer essa batalha, eu vou arrumar mais dois filhos. Mais um filho. E eu arrumei mais dois filhos. E o último, a senhora tinha quantos anos? Quando a senhora Eu tinha, ele tem quarenta e dois,
Quarenta e dois
A senhora tem quantos anos hoje? Oitenta e quatro. Oitenta e quatro? Oitenta e

Oitenta e quatro. Ah

Quarenta e poucos anos a senhora devia ter, né? Quando, é quarenta
e poucos. É, quarenta e eh três anos eu tinha quando nasceu o meu. E
E a senhora ah passou a maior parte do tempo em a em um bairro específico com o seu marido, com os seus filhos, ou mudou bastante na cidade? Ah, eu morei...
Não mudei muito, não, porque eu tinha uma casa e eu morei na Água Rasa quando me casei. Depois eu mo morei aqui para a minha casa, comprei a minha casa aqui na Vila Mariana.
E é onde a senhora continua hoje?
Não, eu vendi, precisei vender na rua Tomás Carvalhal, porque começou a fazer prédio e eu precisei vender a minha casa. Hoje eu moro num apartamento numa rua paralela.
E como é o convívio da senhora com seus netos, com seus filhos hoje?
Como entra em choque, né? Porque eu ainda sou diretora, apesar de ter aposentado há vinte e tantos anos. É horrível, viu? A gente continua a ser diretora e meus filhos não aceitam. Então a gente entra em choque bastante. Mãe, a senhora já se aposentou. A senhora não é mais diretora. A senhora é autoritária. E as minhas netos também. A avó é autoritária hein. Mas foi a minha profissão que me ensinou assim. Porque um diretor não pode pensar. Ele tem que realizar. E E eu aprendi na minha profissão. Realizar.
E o seu esposo, ele fa fez o que durante a vida?
Ele foi funcionário público. Ele foi o contador particular de quatro primeiras damas do Brasil, de São Paulo. São Ele era o contador delas. Então, tinha assistência social, ele que fazia as escrituras da assistência social. Trabalhava no palácio. Tinha conta aberta com a primeira dama e ele. Ele é muito bacana.
Hoje é aposentado também.
Ele é aposentado hoje. Mas ele é acomodado, ele é o contrário, como eu falei, ele é o contrário da Dona Aidê. A Dona Aidê é um negócio... Eu nem sei. Olha como eu sou. Sou muito autoritária. Eu fui aprender até... Para me corrigir, eu fui aprender... Como é que se diz? Ah Teatro. Porque o teatro tem que esperar a vez para entrar. E olha, eu desisti.
Não deu conta.
Não deu conta de ser uma uma uma boa ator. Eu desisti. Mas eu fui falei, eu preciso me corrigir. Eu vou ser vou aprender teatro.
E olhando hoje para a educação para para a educação no país né, o que que a senhora tem a dizer da época que a senhora começou, de toda essa carga que a senhora tem?
Está no fim a educação, filho. Está no fim. E nós vamos sentir melhora só daqui a uns quarenta anos, se o Brasil começar agora. O reflexo vai ser daqui a uns trinta, quarenta anos. Porque está no fim. A educação brasileira está em falência. Eu assisti pela televisão um programa uma ci, é Colômbia, né? Como mudou a educação lá em pouco tempo. Mas aqui nós estamos... No final da educação, não existe mais.
Onde será que deu errado? Na na opinião da senhora, olhando para trás, onde será que começou a dar errado as coisas? Olha, começou a dar errado?
Formação de professores. Professor hoje não tem formação nenhuma. Infelizmente. Curso de pedagogia não forma professor. Infelizmente, essa é a realidade. Antigamente, diziam que o curso normal O pessoal comentava, ah, vai vai fazer curso normal? É esperar marido. Então fazer o curso normal para casar. Nada disso. Era um curso completo. A gente aprendia desde engraxar sapato no curso, que a professora não podia, tinha que se vestir discretamente, que a professora não podia usar joias para não chamar a atenção das crianças. A parte ci fi cívica, a parte física, a parte psicológica, a parte social era uma maravilha. Hoje, infelizmente, não existe nada disso. E eu acho, tenho certeza, que é a falta de formação dos professores. Os professores não têm formação para transmitir nada. Eu conheço uma escola, infelizmente a minha, que a atual diretora tirou o quadro da patrona e mandou jogar fora aquela defunta. Que formação tem essa diretora? Se quando era o dia do aniversário da escola, eu reunia todos os alunos Lia a biografia da mulher, da patrona, para os alunos terem um modelo de vida. Hoje, uma diretora de escola tira a fotografia da patrona, tira essa defunta daqui, dá o fim dessa defunta. E a servente, sem cultura nenhuma, guardou... no almoxerifado, para não jogar fora, porque ela sentiu. Aquele quadro está há cinquenta anos pendurado lá. A gente fazia reverência ao ver aquela patrona lá, porque era um exemplo de vida. Infelizmente, o ensino está ruim por causa disso. O professor não tem formação.
E, dona Aidê, a senhora ah... A gente está chegando no final da da do depoimento, mas eu queria que a senhora falasse ainda mais um pouquinho sobre São Paulo. Olha
era normal, São Paulo, antigamente, no domingo, no sábado e domingo, a gente passear na cidade para ver as vitrines. Então, as famílias iam na Rua Direita, Rua São Bento. Rua Direita era a rua mais... em foco, que tinha o MAP, que tinha a casa alemã, que tinha a casa Henrique, tinha a casa Beethoven. Então, a gente ia passear para ver as vitrines. As famílias costumavam ir passear para ver as vitrines da da cidade, a moda, como é que estava. As vitrines eram muito bonitas. Quando chegava o tempo de Páscoa, era decorada com coelhinho. Quando chegava o Natal, decorada com os brinquedos. O mapping o mapping era aqui, na na Praça Patriarca, o antigo mapping. Era uma maravilha. Aqueles homens com aquelas fardas bonitas, tapete com guarda-chuva, vinha pegar com tapetes profundos que você... Deslizava. Era uma coisa de louco. Era um luxo maravilhoso. Tinha casa fachada. Fachada vendia só perfume importado na Praça Patriarca. Casa São Nicolau.
Era muito bonito. E quando a senhora vai para o centro hoje e olha do estado que está, o que que a senhora pensa, o que que a senhora acha sobre isso?
Eu fico muito triste. Só a tristeza e a saudades do São Paulo Antigo. Eu atravessei o viaduto do chá, porque eu atrave a minha avó atravessava o viaduto do chá, sabe quando? Há cem anos atrás. Eu me lembro de ter lido num jornal, porque eu leio todo dia há cem anos atrás o que aconteceu. E outro dia eu li que o... O governador, o prefeito aqui de São Paulo proibiu os bombeiros de atravessar, porque uma a vovó atravessava o viaduto o viaduto do chá com o bombeiro, o bombeiro que atravessava de um lado ao outro e e dava uma gorjeta para o bombeiro. Eu atravessei ah eu andei né no viaduto do chá antigo, todo de ferro, quase igual ao do Santa Efigênia, que era muito bonito. E depois eu inaugurei, no carnaval foi a inauguração do viaduto atual, Descalça, porque eu fiz um uma roupa de balairina, a mamãe no carnaval fez uma roupa de balairina e o sapato estava muito apertado, eu tirei e e travessei descalça, a primeira vez, o viaduto do chá de balairina, vestido de balairina. Ãh e depois tem o o mercado, que é uma coisa muito antiga, que, descendo o Largo do Tesouro, à direita, era um mercado antigo. Nossa, era baixinho, pequenininho, com galinha, eh tudo galinha viva, não era galinha morta, não, como é hoje. Galinha, depois os açougues, as verduras, aquele era um cheiro característico, até o cheiro, o perfume do mercado lá na na no no Parque Dom Pedro. Era muito gostoso. O que mais que eu lembro que a gente fazia? A Rua Quinze era uma rua chique, era linda, era só bancos. Como era bonita a Rua A Rua Líbero Badaró tinha a livraria Francisco Alves. Era muito bonito, mas não era por causa do Francisco Alves, cantor. Não sei quem era esse Francisco Alves. Era um escritor, acho. Tinha a livraria Francisco Alves. Largo São Binto era muito bonito. São Paulo era lindo. São Paulo era muito bonito. Tinha os relógios da Praça da Sé. Continua ainda lá no na Avenida São João, no começo. Tabuleiro da Baiana. Ah eu me lembro dos cursos. na Avenida Paulista, cursos na Avenida São João, tinha os cursos do carnaval, era uma maravilha. Você não andava na rua de serpentina e de e de confete. Era uma coisa de louco o carnaval na na aqui em São Paulo. Antes, foi primeiro era na Paulista, depois foi para a Avenida São João, Mas era uma maravilha. Lança-perfume, hoje, não hoje se prender alguém com lança-perfume, lança-perfume era normal. Vendia aquelas lança-perfume, jogava nas costas, não jogava nos olhos porque ardia, era horrível, mas jogava nas costas, nas pernas das pessoas. Era uma maravilha o carnaval. Os corsos, carros de corsos bonitos. Descia a capota do carro. Teve no Brás também. Eu me lembro da porteira do Brás. Fechava lá para passar o trem que ia para para o para o subúrbio, para Santos, para tudo que era lugar. Era muito gostoso. Eu me lembro da Estação do Norte, que a gente ia para o Rio. Eu me lembro da Estação da Luz. Ai, que coisa linda que era a Estação da Luz. Não sei se é porque eu era criança, a gente tinha uma visão diferente. Eu me lembro que um dia eu fui na eu ia para Brotas. Eu fui no centenário da cidade de Brotas. Fui convidada a ir para lá. Então, eu fui para Brotas, uma casa de um pessoal amigo. E quando eu cheguei na Estação da Luz, a mamãe... Estava me acompanhando, ia pôr no trem e eu ia embora. Quando eu cheguei na Estação da Luz, um senhor falou para minha mãe, assim, a mamãe preocupada comigo, um senhor daquele... aberto, que vendia passagem, que só dava um espaçozinho pequeno, falou assim, ô mulher, que você quer? Para onde você vai, mulher? para a mamãe comprar passagem. Eu fiquei indignada dele tratar a minha mãe assim. Andei um pouco com a mamãe, a mamãe comprou passagem, andei um pouco, peguei a a mala, joguei assim no chão e voltei. Enfiei a mão por dentro daquela janelinha, segurei aqui e falei, olha, mulher é sua mãe, a minha mãe é uma senhora. E voltei, porque eu não aguentei o homem falar mulher para a minha mamãe. Quando eu voltei, na hora que eu joguei a mala, a mala abriu. <laughs> A mamãe enfiando toda a roupa na mala. Mas olha, eu não admiti. Imagina chamar uma senhora de mulher. Ele falou, ô mulher, anda depressa. E eu fa falei eu engoli aquilo. Falei, ah, não vou engolir.
Dona Aidê, ãh olhando para para sua vida hoje né, hum quais foram as principais lições que a senhora tirou da sua trajetória? Ai
O que que mais eu aprendi da minha vida? Olha, eu tive uma vida maravilhosa. Eu tive uma mãe guerreira, uma mãe lutadora. Eu tive um pai que antes de ver Jesus Cristo, eu vejo meu pai. Depois que eu vou ver Jesus Cristo. Porque o meu pai, eu convivi com o meu pai. E Jesus Cristo é uma história. É uma realidade, mas é uma história que eu sei. Então, eu fui feliz na minha infância, como pobre, mas a minha mãe fazia todo o sacrifício para me dar o melhor. Eu fui escoteira, ela me dava uma educação boa. Eu fazia tudo, meu pai também, tudo.

Tive uma juventude maravilhosa. Eu fui muito levada, muito namoradeira, mas com muito respeito. Existia um respeito tremendo antigamente. Até nem sei se eu posso falar aqui, mas vou falar. Fui beijada a primeira vez pelo meu marido. Não existia beijo, não, antigamente. Pelo meu marido. Namorei bastante. Namorei até japonês, mas respeito, sabe? Uma distância. E eu fui muito feliz. Fui feliz no casamento, fui feliz na criação dos meus filhos. Meus filhos nunca me deram trabalho. Se formaram, cresceram. Da minha vida, eu tenho só felicidade. Só de pensar que Deus foi muito bom comigo. Que me deu tudo o melhor. Eu vou para outra, mas muito feliz. Porque essa foi muito boa.
E, dona Aide, ãh eu queria, para finalizar, que a senhora se dissesse como, eh di dissesse para a gente como se sentiu ao dar esse depoimento, a a contar sua história para a gente. Ah

Foi muito gostoso.
Pena que a minha cabecinha já não funciona tanto, porque eu poderia contar tanta coisa, né? E mais os oitenta e quatro anos falham um pouquinho. Mas foi muito boa a entrevista. Eu acho que todas as pessoas que tiver alguma coisa para contar, que vem enriquecer futuramente esse Brasil que está precisando de muita... modelos. Se eu servir de modelo para alguém, eu já estou feliz. Para uma pessoa, eu já estou feliz.
Então, dona Aide, queria agradecer o seu depoimento, a disponibilidade da senhora em contar aqui um pouquinho da sua vida para a gente.
Eu que agradeço vocês. Me senti muito à vontade.